Romero, a gente começa aqui fazendo a seguinte pergunta. Qual o seu nome completo, o local, e a cida a cidade e a data em que o senhor nasceu?
Bom, eu sou Romero Araiz, meu nome. Nasci no de mil E hoje a minha data é vinte de março de oitenta e oito anos de idade. E o senhor nasceu em qual cidade? Eu sou de São Paulo, Lapa. Nasci na Lapa.
Qual era o nome dos pais do senhor, seu Romero?
Meus pais eram espanhóis. O meu pai chamava-se

Eles eram de qual cidade, qual região da Espanha?
O meu pai era de Múrcia, da Espanha, e minha mãe Andaluzia.
E o que o seu pai fazia?
Eu que fui fazer?
O que que o seu pai? Trabalhava com o que?
Ah, meu pai era taxista. taxista. É. Desde que eu conheci ele, sempre eu sei de que ele fazia táxi, carro dele próprio. O carro dele, primeiro que eu conheci fotografia, era aquele Fordinha mil novecentos e vinte e dois. <laughs> Era o primeiro carro. Fazia táxis. Depois mudou com outros carros, mas sempre táxis. Entendi.
O senhor sabe como os seus pais se conheceram?
Bom, eles estavam aqui em em São Paulo mesmo, né? E quando eu tinha, que eu conheci, vai, comecei a conhecer, né, que eu já tinha, vai, seis anos, e aí comecei a entrar na escola, tudo, eu morava, morávamos na Vila Nova Conceição, lá no Itaim Bibi, Itaim Bibi. E com a vida foi levando, levando, até que quando chegou uma data deles, meu meus pais, que se conheceram aqui, casaram aqui, tiveram, somos, éramos quatro irmãos. Meu irmão falecido, o maior, depois eu, a minha irmã viva, e a outra minha irmã viva também. Então, agora, como meu irmão faleceu, o maior, agora somos três, eu e minhas duas irmãs, que moram aqui no no Brasil. E tenho uma irmã que mora lá na Espanha, em Barcelona. Ela também é brasileira, mas o aqui se casaram E o marido não gostou muito daqui. Então, depois de dois anos, tiveram uma criança. Daí os três foram para a Espanha. E lá na Espanha, em Barcelona, o meu cunhado, vamos dizer assim, faleceu. E ficou minha irmã, Ilva. com a filhinha dele, e aí está lá. Agora ela tá passando muito mal lá na Espanha, uma doença que do coração. Então tá viva, que de vez em quando, por carta, por telefone, a gente se fala.
Entendi. Ô Romero, mas vem cá, como é que foi a história dos seus pais virem para o Brasil? Eles vieram sem se conhecer, então.
É, não se conhecia.

Você sabe como eles vieram para cá? Ah
Eu sei que era de criança. Vieram, se conheceram aqui, se casaram, Tiveram. Vocês todos. Os filhos. E depois, quando foi em mil novecentos e trinta e três, é que foram para a Espanha.
Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Então o senhor contou dos seus irmãos, eh mas não falou o nome deles. Ãh

A minha irmã, da Espanha, é Iracema. Arais. Uhum

Que mora lá em Carapi Caraguatatuba. E a outra, minha irmã, mora... Uma na Espanha, essa e eu. Três. E meu pai está falecido. O meu Meu irmão tá falecido. E o senhor contou que o. Eh, não Passando fome também, né? Ah, não! Eu me servia. Prato lá de comida. E assim, eu comia. Mas minha família... Tinha vezes que... Ah, vai sobrar! Ah, vai! Porque eles iam passear e sobrava naquelas panelas. Ah, posso levar! Eu pegava a minha marmita lá e levava para a minha casa.
Romero, o senhor estava contando das dificuldades, né, da da do período da Revolução, falta de comida. É. Os tiroteios. É. E como é que era esse dia a dia lá? Tinha bombardeio todo dia?
Todo dia. Assim que no começo da Revolução, ele vinha mais ou menos cinco, dez aviões. Um dia sim, um dia não, na semana. Um dia sim, um dia não. Mas quando com o tempo, depois de um mês, depois de um ano, e cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais bombardeio. Até que chegou uma uma hora em que os bombardeios, era dia e noite, sem parar. Ficou mais ou menos, quase um mês mais ou menos, antes de acabar a Revolução, que são três anos, né, mas quase no fim, para acabar. Então eles fizeram tudo por tudo para acabar mesmo. Então, iam dez, quinze aviões, aviões por cima, embaixo as metralhadoras Era era um inferno. Guerra é a coisa mais triste da vida. Muito triste uma uma guerra. Eu, como já passei, sei, eu fiquei doente, estou doente, sou mutilado de guerra. Tudo isso daí, é guerra não não é bom. Assim como tem muitos que voluntariam
E a vida na casa do senhor? Porque os irmãos do senhor mais novos estavam todos lá vivendo com a sua mãe
Então, nós mo, veja só como era na Revolução, né? Uhum. E trabalhava no Porto. Onde que eu morava, Era em um lugar alto, de Barcelona. E lá embaixo, que tem fotografia, mas não dá para para ter uma explicação, mais ou menos. E lá embaixo que se via o mar, né. E sim, do lado, a montanha do Montjuic, onde fazia corrida de carros, Montjuic. Lá na ponta. E nós trabalhando nos na nos E minhas minha mãe e meus irmãos, né, eles não iam, eles trabalhavam lá perto de casa, né. Mas eu que mais morava, trabalhava lá no no porto, né, tinha que pegar o ônibus, era longe, né. Daí, então, quando vinha o bombardeio, a minha mãe e meus irmãos saíam na sacada e se via longe assim. os estrondos das bombas, a fumaça, né? E a minha mãe chorando, chorando, que eu estava lá. Uhum. Debaixo da bomba, mas tinha que esperar a noite. Eu trabalhava lá doze horas por dia. Obrigado, lei, porque estávamos militarizado. No porto, éramos todos militarizado.

militarizado também, né? Na oficina que eu trabalhava, era mi militarizado. Então, não podia faltar. Se eu faltava por doença, por qualquer coisa, eles vinham em casa e via. Você dá para viver, para andar, para... Vai! Não pode, vai! Ah, mas estô doente. Ah, não pode. Tinha alguns, para se salvar, da dava um tiro no no dedo. Pá (dor) <laughs> Você deu um tiro para você se salvar. Vai, agora, com o pé amarrado, vai para lá, para frente. Muitos punham um alho no sovaco, sabe o que é? uhm uhm Para dar febre. Um alho no sovaco dá Ah, você pôs o alho no sovaco, né? rum Vai para frente. por favor. E se falar duas vezes, fuzilado.
E cheio e cheio de militar na rua, tudo barulho de tiroteio. Como é que era para dormir? Era muito barulho de bomba à noite? Ah
Acontece, que também tá escrito na na história, que nós, o povo, Para se salvar dos bombardeios, né, das bombas, nós fizemos subterrâneo. Seis, sete metros. Nós mesmos, o povo lá, né, naquele lugarzinho, vamos nos reunir, fazer um buraco aí. Vamos, vai, vamos. E vai um com picareta, outro com a pá, e E foi, foi, foi, foi. Seis, sete metros. Fazer um túnel lá dentro, para a gente se esconder. das bombas. E vocẽ. Vinha as bombardeios, ah(desespero) todo mundo... Ah... Alarme! Todo mundo saía de suas casas para correr, para ir debaixo. Mas se juntava tanta gente que a metade ficava fora. Mas, mas o que podia, entrava. O que não, ficava fora. Mas foi. Agora, perigoso era no Na cidade, por lei internacional, não podia bombardear a cidade. Então, os criminosos, né, tinham que bombardear em lugares de objetivo militar, que era o porto. Então, ia todos os bombardeios deixaram a cidade e foram para bombardear o porto. Daí que sofremo. Era só bombardeio no porto, no porto. E eu trabalhava nesse navio, ficava uma semana, um mês. Ah, agora vocês têm que pegar aquele navio lá naquela ponta lá. Prepara a ferramenta e tudo para consertar lá. Aí nós pegava a ferramenta para ir naquele. E tinha, ah que já trabalhei também, fiquei ficamos seis meses trabalhando em um navio lá, carrega veio carregado ah e descarregou petróleo, um petroleiro. Aí ficou o navio vazio. E o navio vazio é mais perigoso que o navio cheio, porque aí estoura. E nós trabalhando naquele navio. E os bombardeios lá, para derrubar ele. E não atingiu em nós. Então, o último que trabalhei, aquele que falei, que a bomba bateu no navio. Esse foi o penúltimo navio. O último navio que já, que o governo deu ordem, para deixar o porto livre, porque não aguentava mais de tanto, desde de de manhã à noite, sem parar, sem parar. O governo, vai, todo mundo do porto, saiu do porto, vai para sua casa, deixa o porto livre. Eram navios afundando, bum! Enfim. E o último navio foi um submarino. E nesse submarino, que na primeira ele estava lá atracado no porto, veio bombardeou e bateu no na no submarino e afundou. Êh E afundaram o na o submarino. Vamos tirar ele para consertar, porque o na o submarino era para fazer vigia. Então, tiramos o navio de do fundo, pusemos na terra para consertar. Quando já consertou o buraco lá do navio, já pôs para na fazer vigilância. E depois que ele fez a vigilância, outra vez caiu. <laughs> Bombardeou e caiu batendo no navio submarino. Esse foi o navio mais que atingiu o submarino. E eu trabalhando no navio desse submarino. Mas não atingiu nós.
E o problema do do do do seu ouvido foi naquela bomba lá que caiu do da a um
Várias bombas. Mas o problema do ouvido. É o estrondo, é o estrondo. Não é que bateu o o a bomba em mim. Aí o estrondo. Bum! Porque cada bomba que caía, mais ou menos a uns... cem metros, a gente dava um pulo dessa altura. Porque eram bombas enormes. Então o estrondo aqui me estourou. como é que é o nome? Tímpano Então, os médico falou que está furado. O que foi? Ah Foi no bombardeio. Ah, então é isso. O estrando da bomba furou. E fiquei doente do do co do fígado, hepatite. De medo, medo. O meu oficial, que eu era aprendiz dele, né, Jordan? Falando assim, ele, na hora. Aí, o senhor agora ficou, ai, estou estou ruim, estou ruim, ai me leva lá lá para cima. Estávamos lá embaixo, na Eu levei ele junto com outro, ele está doente. Ficou doente na hora de medo. O meu Ficou doente. Ficou amarelo. De medo. É É triste, viu? Bom, guerra, é triste. Mas, tínhamos que estar lá, no pé do canhão. Então, vivemos, vivemos assim.
E, Romero, quando acabou a Já começou a Segunda Guerra Mundial, né? É Foi mais ou menos junto ali, não foi?
É, foi do trinta e seis ao trinta e nove E do trinta e nove já começou a Guerra Mundial.
Como é que o, como é que o senhor, como é que a a Segunda Guerra Mundial chegou até a vida do senhor? Como é que o senhor ficou sabendo da guerra?
Pelos rádios, tudo, né? Mas o o senhor se lembra? E ainda falavam, quem quiser ir voluntário, Veem se inscrever para ir voluntário para guerrear lá. Na Europa, lá com quem? Depois, né, da da Espanha. E teve alguns que foram voluntário. Na guerra do trinta e nove ao quarenta e cinco, né?
Mas o senhor lembra quando o senhor ficou sabendo da guerra? O senhor lembra de quando ficou sabendo que a guerra tinha começado?
antes de começar. É
Quando quando foi anunciado o início da guerra?
Então, não, foi direto. Acabou, ah mais ou menos, a revolução na cidade, né. Eu Então, vamos dizer assim, como falei, que a Espanha ficou à metade, né, de um lado e de outro. Do nosso lado, a turma avançando. De Barcelona foi para outra cidade, foi, foi, e o Franco militar né já estava quase no fim da Espanha. E como a Espanha é umas um país de pouca guerra, né, não tinha mais bala, Até isso daqui foi uma operação que teve que fazer e precisava de anestesia. Então eu falei, é, mas anestesia é para eles, não pode. Falei, então faz ao vivo mesmo. E fez ao vivo, porque anestesia é para os que ia trabalhar, lutar lá. Então, faltou de tudo. Aí começou a guerra, ai primeira Revolução, mas depois foi guerra. Guerra, Espanha, Itália e Alemanha contra a outra Espanha. Há e muitas mortes, muitos. Eu assisti que dava, no começo, era, por exemplo, era contra o clero, né. Se via uma família com santinho e tudo isso, ela metralhava. Entrava dentro. Se via que estava com um santinho pendurado no pescoço,. Tau! As igrejas tiraram. tudo, a as o santo, tudo, foi lá no no meio, puseram fogo. Eu assisti isso daí. Foi triste, muito triste, só de pensar. Depois teve vingança. Daquele outro lado, ah, você matou aquela família porque tinha um um santinho, um santinho pendurado. Agora você também. E fuzilava. Fui muitos padres no campo de concentração lá, no paredão. Era um paredão que eu, uma vez, sem querer, com outro, Vamos ver lá o que é. Ah, é um paredão. Olha quantos padres. E aqueles lá... Pá pá pá pá pá pá. O senhor viu? Eu vi. Por isso que eu digo, me dá pensamento hoje que não quero nem pensar de tanto sofrimento que eu passei. Não quero nem lembrar. Em casa, Tocava um apito, era alarme. Qualquer coisa era alarme. E eu só de escutar um apito, eu já ficava verde, amarelo, vermelho, de todas as cores. Minha mãe, ai, calma. Não, não, não, não, não. Eu fiquei meio... bombeado, sabe? Aí eles eh va vamos vamos se esconder, vamos debaixo da cama. Não, eu bombardeio é longe, aqui aqui estamos seguros. Não, mas vamos vamos debaixo da cama, é perigoso. Eu fiquei meio tontoado, tudo. Mas depois, com o tempo, Fui tirando, tirando. Agora estou bem. Só penso, né? Um pouquinho de lembrança. Ainda lembro. Mas no começo foi duro para eu poder tirar aqueles sofrimentos que passei.
E no dia a dia da sua vida, eh quando começou a Segunda Guerra, eh foi pior no seu dia a dia lá em Barcelona ou não?
Por um lado, por um lado não foi sofrimento de guerra, mas sim sofrimento de fome. De fome. Porque como não tinha nada, né, não tinha dinheiro, e se tinha dinheiro, você não podia comprar. Chegar lá para comprar um um pão, um quilo de feijão, um quilo de, não podia. Com dinheiro não podia comprar nada. Tinha que ser com tíquete. Ah... A lei, vamos dizer assim, dava esses tíquetes para a família para para comprar, vamos dizer assim, né. Mas com tíquete. Com dinheiro não valia mais. Então, é hoje. Saía no jornal, né. Hoje tem para vocês arroz, feijão e batata, vamos dizer. leva o tíquete, arroz, feijão, aí você destaca um para comprar o arroz, destaca outro para comprar o feijão, e é assim. Coisa que aquela comida que a gente pegou já tem que guardar para uma semana. E tinha que comer aquele dia e guardar para uma semana. E para um dia não dava. Pão, era um pãozinho assim. Era feito desse, sei lá. Quando estava quentinho, ainda amassava, mas ficava uma ou duas horas já fora do forno. Ficava duro que nem era de uma farinha, sei lá que farinha, farinha de milho, não sei que farinha que era, que na hora ficava duro. e tinha que aguentar uma semana aquele pãozinho. Para cada um, eramos cinco cinco pãozinhos. Tinha que guardar para os dias seguintes, porque era <laughs> Eu, para passar a fome, punha um pedaço de pau na boca, chupa o pau. <laughs> Para passar fome. Se passou muita fome. E Então foi o sofrimento que falou depois da guerra. Assim que era mais. Pouco a pouco foi normalizando. Amanhã já dava um pouquinho mais. Até que Espanha ficou normalizada, né. E
E Romero, o senhor continuou trabalhando no Porto. O senhor senhor estava lá no Porto ainda.
Depois da guerra, eu trabalhei um ano e pouco mais. Ainda depois.
E e como é que foi a festa do final da guerra? Deve ter tido uma comemoração. Mas como é que foi esse dia, o senhor lembra?
Então, mas acontece que... <laughs> Então, eu vou contar um pouquinho também mais. De que... Quando... Uma semana vai. Uma semana antes deles, aqueles do Franco, para pegar Barcelona, né, porque eles vinham. Cada cidade ia pegando. E quando chegou em Barcelona, que foi uma das cidades quase ao fim da da guerra, Barcelona, que foi a mais forte, né, então, Ilha! Franco já está naquela cidade, estamos, daqui a pouco estamos aqui em cima de nós. Bom Então, como estávamos livres, porque eh a Espanha ficou livre na nossa parte, onde nós estávamos, né, uhum, estávamos livres. Como é que se fala de avançar nos armazéns? Saquear Saquear. Saquear. Saque. Então, aí toda todo mundo ia nas nas lojas, nas firmas, para saquear. Pegar o que podia. Eu quase, quase fiquei molhado de óleo. Porque tinha um lugar que ve vendia ah ãh... que fazia óleo, né? Óleo para engarrafar, óleo para vender. E tinha um tanque assim, mais ou menos, e uma senhora caiu dentro daquele óleo tanque de óleo. Aí todo mundo salvando ela, né?

Mas não solta e não cair, só de ajudar uma coisa e outra E aquela turma jogando óleo, assim. Então, eu fiquei mais de uma semana que ficava com óleo. <laughs>
E a Segunda Guerra Mundial, em quarenta e cinco, quando quando terminou, como é que foi essa comemoração? Como é que foi esse dia? Você lembra?
Não, porque, como eu digo, de que quando estávamos saqueando, Era mais bem cedo de manhã, cedinho de manhã, que nós saímos para pegar a coisa, né? Eu estava em uma loja que tinha roupa. E eu ainda trouxe um uma blusa de lã, que eu peguei da loja de le de roupa. olha que bonito, aí eu vou pegar. <laughs> Estávamos livres, né, qualquer um pegava. Então, é assim que digo. Foi saqueado. Muita saqueação, né Laís Todo mundo com o saco na nas costas para ir para casa. Eu tinha Eu peguei sem querer, porque que o açúcar lá o não tinha açúcar. E eu fui sem querer. Não é açúcar! Aí fiquei sentado em cima do saco de de açúcar, né, aquele grande, fiquei porque esperando ah uma da minha família, conhecida, para repartir aquela açúcar. Você quer açúcar? Açúcar! Ah <laughs> E punha no bolso. <laughs> E a turma, ôh, se sabia que tinha açúcar? Ele ia avançar. Aí! Daqui. Eu pus Eu Eu pus o açúcar. Por todo algum lugar

Quem chega Isso Depois de uma semana já tinha que terminar.
Aí acabou a guerra?
Acabou a guerra.
E como é que foi quando terminou a guerra? Eh
Cada um na sua casa e viver. Porque eu, depois, como tava em uma idade lá para fazer o exército, Lá, porque eu sou filho de espanhol. Então, quando eu cheguei, me retiraram o documento de brasileiro e me deram um documento espanhol, sobre o espanhol, por ser filho de pais espanhóis, que é a lei, que até fui no consulado né para dizer como é. Agora já não sou mais brasileiro, não. Daqui para frente, você vai fazer o exército espanhol. Aí você fica espanhol mesmo. Dois anos. Que lá é O serviço militar é dois anos. Bom, quando chegou lá uma semana antes, deu já. que o consulado até me fez dois documentos, um falso, vamos dizer assim, para eu me entregar esse documento na na no militar e na polícia. Ainda está em casa. Para apresentar na polícia, para que eu, como brasileiro, se a polícia me dava liberdade para ir para o Brasil. A polícia negou. Não. Você vai fazer... Tirou a ficha? Ah, mas você está aqui a ficha. Estou Você vai fazer exército na África. Mas lá tem a doença da malária. E eu como estava sofrendo do fígado. Você vai para a África, lá no Marroco espanhol. Faltava uma semana para chegar, para ir para lá. Fui também no na polícia e no exército, com os documentos que o consulado me fez para ver se me me livravam. Mas não me livraram. Tive que ir. Mas, quando chegou a hora, fui no consulado, Então é verdade isso, vou fazer serviço lá em Marrocos, espanhol lá, quando tem a malária. Eu, eh Por um, não vamos fazer uma guerra contra a Espanha. A lei de filho espanhol para fazer o gesto aqui. Viva tua vida aqui, Faz os dois aninhos de serviço militar, aí você tá livre e pode viajar onde você quiser. Vai para o Brasil, que a tua família está lá. Tá bom. Aí eu cheguei a dizer, ah, eu vou fugir. O quê? Eu vou fugir. Portanto, o que você vai fazer? Já tenho conhecidos que levaram-me a passar pelo pelos Pirineus, aqui de Barcelona aos Pirineus. Era perto, perto de trem. Estava lá. E tinha conhecido que me passava po por mar para ir para a França. Não faça isso, porque Se você vai lá, você vai dar o dinheiro e você vai ser morto, porque a a a polícia espanhola e a polícia francesa estão de metro em metro. Eles não dão alto, eles já dão a bala. Tem muitos que querem fugir, e dão uma bala morto. Você quer isso? Então eu vou para Portugal. Oh! Para Portugal é livre. Você pode entrar quando quiser. Mas acontece que o português com a Espanha são unidos. O português que passa para a Espanha, ou o espanhol que passa para o português é fuzilado. Vai lá. Você vai ter que se apresentar. Chega em Portugal, o primeiro que você vai fazer é se apresentar. E lá te pega e te põe para Franco, para a Espanha. E você vai ser fuzilado. O mínimo, se você ficar bonzinho, menininho bonzinho, você vai pegar dez anos de cadeia. O mínimo, dez anos de cadeia. por desertor da do Exército, fugitivo, uma coisa e outra, dez anos, o o o consulado me avisou. Tá? Tá bom. Nem para Portugal e nem para a França.
De horas, eu.
Agora eu vou fazer a minha. Nem para Portugal, nem para a França. Eu vou para o navio. Vou viajar por navio. Quando minha mãe e meu irmão, que já viajavam, que tinham passagens e tudo, pagam, eles foram para o porto para pegar o navio e vim para o Brasil. Aí eu fui com com minha mãe, meu irmão e eu no porto ajudar a levar a minha mãe e algumas malas. Quando chegou no navio assim, eu falei para o meu irmão, vocês vão subir e eu vou ficar.

Eu vou ficar, você sobe. Você sobe que eu vou subir primeiro que vocês. Você vai subir no navio? Falei para o meu irmão, quietinho, e eu vou subir e lá em cima eu vou subir. Mas você tem documentos? Eu vou saber. Eu trabalhei nos navios e tenho como, mais ou menos, como fazer. Eu vou subir. Vou subir e vou sair bem. Vou sair bem e vou chegar primeiro que vocês no Brasil. Não, não faça isso. A mamãe vai chorar de tanto por você. Eu que só quero... Luiz, meu irmão, que você vai fazer como eu falo? Eu vou subir. Quando amanhã vamos nos apre apresentar, aí você fala para a mamãe para não levantar, nem chorar, nem nada. Faz de conta que eu não sou não sou filho. Não sou filho. Um amigo, um amigo, tá? Nada de choro e alegria. Como passageiro, porque se chorar, os marinheiros, que são polícia, os marinheiros... Tá bom. Comida. Eu não posso comer no comedor. Para comer, tem que apresentar documento. Assim que eu não vou comer no comedor. Nem janta, nem almoço, nada. Eu não posso entrar nem no comedor. Vocês fazem o seguinte, vocês vão comer, fazem um lanche, põem qualquer coisa e põem na ma na bolsinha, e lá, naquele cantinho que eu vou te mostrar, A gente vai lá, você, a mamãe e eu comemos lanche, como se fosse passageiro, tá? Bom, dezessete dias, dezessete dias da Espanha no Brasil. Não foi uma semana. Dezessete dias assim. E eu não sabia o que era uma colher para comer. Era só lanche. Lanche. Tudo dia, de manhã, tarde e noite. Para dormir, no comedor não podia entrar. E para dormir também estavam todas as camas ocupadas. Se eu tivesse sono e dormi em cima de uma cama, aquele marinheiro, olha, essa cama é de fulano. documento. A primeira coisa que eles fazem é documento. Eu não tinha documento nenhum. Passei dezessete dias. A primeira noite, a primeira noite, desci no dormitório para ver como é que eu ia dormir, porque na cama não posso dormir. E tem belincha assim, né? E, bom, aqui dorme dois. De trás tem as malas dos passageiros. Eu acho que se entrando por aqui assim, vou dormir lá detrás da mala, com muito cuidado, de madrugada, Eu vou descer, quando está todo mundo dormindo, eu vou entrar por trás, assim, e vou dormir. Tá bom, então? Combinado tudo, tá bom? Tá bom. Aí, para dormir, quando chegou a noite, fui dormir ali. Eu tive que dormir, Aqui é a parede, né? E aqui é as malas. Era um pedacinho assim para eu dormir. Se eu fazia muito assim, derrubava a mala, e o dono da cama ia acordar e e ia fazer alarme. Então, eu dormia assim. Um calor. Um calor. E eu com o nariz na parede. Na primeira noite, eu dormia assim. Na segunda noite, eu estava com sono carregado. Fui Também dormi assim, debaixo. E vi a cama dormindo lá, levantei, e a cama estava livre, aí dormi. o dono for lá em cima, vou aproveitar, se ele for no banheiro ou não sei onde, vou dormir um pouquinho, porque não aguento de sono. Se ele lá que for, ele vai me pegar e vai me apresentar para o marinheiro, polícia. Dormi. Dormi. Deitado, né, na cama. Aí ele chegou. O que você está fazendo aqui? Um senhor de idade, sozinho. Estava viajando sozinho. Você está deitado aí por quê? Porque estou com sono Estou de clandestino no navio. Já lembrei. Já vi a primeira coisa que vi de você, que você é é clandestino no navio. Calma, eu vou te ajudar. Como? Dorme aí. Dorme aí, que eu vou dormir lá em cima. Tá? Dorme. No dia seguinte, vamos conversar, tá bom? Então, dorme aí. Então, no dia seguinte, disse olha, vamos fazer o seguinte. É muito peri, ele me falou, é muito perigoso. Eu falei, sei, eu sei. É muito perigoso. Eu sei que vou ficar preso, Calma, calma. Você vai fazer o seguinte. Eu tenho a minha lá em cima, na lá em cima, na na minha cadeira de de de barco, de navio, que ela fecha e abre. É uma de lona. Eu vou dormir lá na cama e você dorme aqui. Como está calor e gostoso. Se vier algum marinheiro, você fala, ei, está na hora de dormir. Você fala, Zé, está calor lá embaixo, vou dormir um pouco aqui em cima. Só um pouco vai. E você, ah, já sei, já sei levar. Foi assim. Ele dormia na cama e eu dormia lá em cima na cadeira.

dezessete dias assim. Quando chegou, que éramos para desembarcar em Santos, mas o navio não ia para Santos. Ia de Rio de Janeiro para Montevideo. E a Não ia passar por por Santos. Tinha que descer no Rio de Janeiro. Bom, chegamos no Rio de Janeiro, E dias se passaram. Estava na hora de eu descer.
Então vamos lá, Romero, retomando aqui, o senhor estava contando da sua do seu retorno ao Brasil de navio após dezessete dias de viagem. Ah
Ele parou no rio. Daí paramos no rio. E, quando estávamos entrando, já dentro, para entrar já no porto, você tinha que ver a alegria do povo de do navio, a população no navio chorando de alegria. Por acaso conhece o Rio de Janeiro? Conheço. de noite, assim, as entradas, assim, como é bonito! Como é bonito o Rio de Janeiro! Puxa! E toda a turma, de noi escurecendo, e o navio entrando, e escurecendo, pouco a pouco, e aquelas luzes do Rio de Janeiro. Puxa vida! Que bonito! Coisa linda! Bom, daí... Eu já posso contar? Claro. Ah Daí, quando já estávamos com o navio atracado e tudo, né, aí chegou todo mundo lá na na varanda lá, olhando lá embaixo. Êh eh Aí chegou o marinheiro. Ei, você para aqui! Você para aqui! O que é? Vamos abrir uma porta aqui. Abriu uma porta, aí chegou um uma escada. Bem em frente de onde eu estava. Então, assim, para aqui que é aquela escada que vai subir os. Aquele que descarrega o navio. Uhum Carrega e descarrega. Aí, então, abri e começou a subir. Os esquivadores, né? Os trabalhadores, né? Para descarregar. Meu tio estava sabendo, aqui em São Paulo, de que a minha família ia chegar. E meu tio chegou do Rio de Janeiro para fazer companhia. nois né. E eu, estando lá assim, né, e vi que era meu tio. Com o muito tempo, eu reconheci, e ele estava com uma, bem vestido, com uma capa. Naquele tempo se usava uma assim, no ombro, não vestido, no ombro, assim. Eu olhei assim. Ih, parece meu tio, é? Lá embaixo, Zé. E eu lá em cima. Aí, então, eu falei para ele assim.

Aí ele compreendeu que eu estava em perigo, que eu estava preso, que não podia descer do navio, que se não me pega para ir para a cadeia. Ah, tá bom, tá bom. Quando subiram os lá, Ele subiu subiu junto. E lá embaixo falaram, e como é? O senhor é? Não, eu sou o chefe deles. <laughs> Eu sou o chefe deles. E subiu. Nada de falar. Fazer rápido. Subiu. Quando chegou lá na porta lá, que estava com o marinheiro lá, separando, né? Aí então chegou meu tio, E o senhor estava lá embaixo. É eu estava lá embaixo. O senhor, eu vou descer já. Ele me pegou no braço, e me empurrou e me levou lá embaixo. <laughs> E o marinheiro, ei vocês dois estavam... Não, não, aqui... Já estávamos, já estávamos lá embaixo. Meu tio me pegou e me empurrou lá para lá para baixo. <laughs> E aí ficamos lá embaixo. Aí meu tio foi, na saída do navio, tem a a a. Onde é que passa lá, para entregar os documentos?
Alfândega. É
Daí, então, meu tio foi lá. E eu não. Eu peguei a avenida, uma rua lá. E fui andando, todo o porto, olhando para trás, assim. Ninguém me está seguindo. Nenhum marinheiro está me seguindo. Aí fui andando. Quando eu vi que uma rua que atravessava assim, aí na avenida, na avenida, no lembrado do Rio de Janeiro, que estava próximo ao ao ao porto. Deve ser essa avenida, vai pegar. Aí fui. E aquela avenida, então, eu fui onde estava meu tio, esperando a saída da minha família né, e das outras famílias, mas estava lá. O eh o senhor está aqui? Estou esperando. Você sa se saiu bem? Estou aqui. Um abraço. <laughs> Tudo bem? Puxa vida Muito bem. Se saiu bem? Estou aqui. O Que bom, que bom. Daí eles chegaram. Ei, vocês, agora que estão chegando? Eu já faz tempo que estou com com o tio aí, titio esperando vocês aí, vocês chegando agora. (isos) Falei para vocês que ia chegar primeiro na no Brasil que vocês, agora está chegando. Está bom. Aí pegamos o trem, trem de São de Rio para São Paulo, toda a noite. ia viajando de trem para São Paulo.
Qual era esse ano? Que ano era esse?
Eu cheguei Então, mil
E como é que foi esse retorno a São Paulo em e sete. Aí o senhor já era um moço né, de vinte e cinco anos.
Aqui em São Paulo? Uhum. Bom A noite chegamos em casa da família. Dormi. E no dia seguinte de manhã já fui me apresentar na polícia de São Paulo. Era então, naquela época, era no Parque Dom Pedro segundo, em um palácio da polícia. Fui lá para me apresentar, para me entregar como desertor do Exército Espanhol e clandestino no navio. Com muita sorte, Muita coragem. Cheguei lá. Quando eu cheguei na polícia, falou o que que é. Eu gostaria de falar com uma pessoa, comandante aí do da polícia. Por quê? É um caso muito especial, por isso que eu preciso falar com... Tá bom, vou te levar. Falar com o diretor, aí, o major o major era da polícia. Ah Esse senhor aí quer falar com o senhor, aí. Quer respeito, sei lá. Diz que é interessante. Está entregue aí. E o senhor o que quer? disse olha, eu queria me apresentar, porque eu sou brasileiro, mas estou chegando da Espanha e eu sou, para dizer a verdade, estou me apresentando aqui na polícia brasileira, para que o senhor fique sabendo que eu fugi da Espanha. Sou desertor do exército Espanhol, que era para fazer o exército Espanhol, mas eu não gostei e não quis perder a minha nacionalidade. Por isso que eu fugi. Sou desertor do exército Espanhol, que ia fazer no Marroco o Espanhol, e clandestino no navio. O senhor fez isso? Chegou aqui para se apresentar. Só pensou que ia ser preso. É o que eu pensei. Por isso estou aqui. Que os senhores da Polícia Brasileira me prendam, sei lá. Se levantou da cadeira e me deu a mão. Meus parabéns. Isso é ser um patriota nos parabéns tudo, me deu a mão, e até me abraçou, como um grande brasileiro, e pela tua coragem de desertor do deserto espanhol, de uma doença que está pegando lá a Malária, no Marrocos espanhol, e ainda clandestino navio, não te prendeu, dezessete dias, e você se liberta, sei lá, Uma grande sorte minha, quem me ajudou, não sei. Estou aqui para me apresentar. <laughs> Meus parabéns. E chamou um um de lá, já faz um uma inscrição dele, para que ele Faça todos os documentos como brasileiro para ser um brasileiro e começar a trabalhar no Brasil. Para deixar todos os documentos já próprios como brasileiro. Porque eu apresentei documento espanhol, né? Tá, muito bem. Agora você é brasileiro, tá no Brasil. Só tem uma coisa. Você vai ter que jurar a bandeira brasileira. Amanhã, depois da manhã, você vai lá no quartel, lá tá, lá tá, lá tá, né, que vão um documento, para eu me apresentar lá, né, para eu jurar bandeira.

Porque a tua idade já passou. Você vai ser terceira categoria. Acho que é terceira categoria. Que não precisa servir. Já fiz bastante. <laughs>

Aí comecei já a trabalhar aqui no Brasil, até hoje, trabalhando, trabalhando, trabalhando, fazendo os meus inventos, e alguns me roubaram, como esse.
Vamos chegar lá, calma lá. Isso em mil novecentos e do delegado lá, pela pelas peripécias da vinda. Aí o senhor conseguiu o o o documento brasileiro novamente e foi morar onde com a sua família?
Onde eu trabalhei?
Onde o senhor foi morar? Quando o senhor voltou, esse ano de
quarenta. Onde que eu fui morar? É na casa do meu tio. Já, em primeiro lugar, morar em Osasco.
Já foi direto para Osasco?
Fui direto onde que morava. Esse meu tio que foi na casa dele.
Como é que era Osasco no final da década de
Eu estava morando no Presidente Alti eu estava morando no Presidente Altino, em Osasco. Não sei se você conhece Osasco. Não, conheço muito pouco. Então, é um bairro lá de... Não no centro. do centro. na casa do meu tio, onde que nós foi e moramos lá, na casa do meu tio.
E como é que era essa região de Osasco nessa época, o Romero? Descreve para a gente. Era muito movimentado? Era, como é que eram as ruas, as casas? É
É muito... Onde que estava meu tio morando, que nós estávamos lá, hospedados lá, Tinha umas casas velhas ainda, né, mas estava bom aquele lugar. Não tinha muitas casas velhas. Tinha casas bonitas, tudo, mas não, não era como no centro de de Osasco. Era mais retirado, né, mas.
E o senhor foi trabalhar a onde?
Eu trabalhei em uma firma de mecânico. que lá é muito grande. Braseixo. Não. Cobrasma. Firma.

Cobrasma. Como mecânico ajustador. Mas eu sou mecânico ferramenteiro. É mais do que ju ajustador. Então, eu trabalhei nessa... Cobrasma, que lá, essa firma era muito grande, lá em Osasco, de reparos de trens de vagões de trem, os vagões batidos. <applause> Então, estava tudo lá montado para recuperar os vagões.

e eu estava como mecânico lá, né. Mas eu me machuquei e me machuquei o braço, destronquei um pouco. Destronquei, mas como eu fazia pouco tempo que trabalhava no Cobrasma, e pouco tempo também no Brasil, o primeiro ano, que fiquei mais ou menos um ano, nem isso, um ano nesse Cobrasma, E como eu machuquei o braço, ficou engessado, então eu não tinha direito a receber, como eu não estava nem registrado na firma, não tinha seguro. Então, eu ganhava o meu salário, mas como eu não trabalhava, eu perdia os dias de trabalho. Aí, então, cheguei e fui falei com o engenheiro. Com o braço assim, eu vou perder os dias. Até ficar bom, vou ficar parado. Porque a firma não dá, porque faz pouco tempo, concordo e reconheço que não vou ganhar os dias parados, até sarar o braço. E daí? Você não tem qualquer servicinho aí para eu fazer com uma mão? Peraí. Eu sei que você... Eu conheço o teu serviço. Você ser muito bom mecânico aqui. Vou te dar um bom serviço para você. Para você ganhar o dia. Oba! Como? Vem aqui. Você tá vendo esse mundo? de chapa de vagões, está tudo amassado. Nós temos que recuperar isso daí. Vamos ver se você é capaz de fazer, né, mas acredito que você é capaz para isso. É igual em uma prensa hidráulica. E se você ficar sentadinho, e e na alavanca você sobe e desce a prensa. Dois ajudantes com você. Ele te pega uma chapa, toda torta, vai por em cima da bancada da da prensa e você põe e vai levando-os, conforme você vai falando, falar para os teus ajudantes, faz assim, faz assim, que é então eu, para ir desamassando, para ir desamassando e deixar a chapa retinha, tudo pronto para... O, eh, deeixa comigo, doutor, deixa, eu sei. Tá bom, então. Já está tem serviço para para você trabalhar. Aí você vai ganhar o dia. Tá bom. Tá bom. Eu disse Quando eu fiz um montão de chapa direitinha, que ele ia lá. Ixe, mas como você trabalha? Ah, mas você é você Mecânico, xarida. Muito bem, muito bom. Gostei muito o engenheiro. Gostava muito de mim. Muito bem. Aprovado. Você é bom diretor de chapa. <laughs> E assim fiquei trabalhando lá. Quando ficou quase um ano... Doutor, o que foi? Eu vou embora. Você vai embora? É porque aquela firma do lado era a CIMAF, fábrica de parafusos. E lá tá precisando de ferramenteiro. E eu sou ferramenteiro. E aqui não tem ferramentaria. Vai ter, falou. Vai ter ferramentaria. Sim, mas quando tiver, eu venho aqui. Mas eu quero ir lá Vou ganhar mais. E aqui já endereitei tudo. Tá tudo bom. Gostei muito do senhor. O senhor também gostar de mim. Mas só que vou lá para ganhar um pouco mais e fazer o meu serviço de ferramenteiro. Tá bom. Salve, salve, salve, salve.
O que que faz um mecânico ferramenteiro?
Mecânico ferramenteiro? O mecânico ferramenteiro faz de tudo. Ou até vou beber. <laughs> É um molde. Esse é um molde de vidro. E vidro é de areia. O vidro é feito de areia. Bom, então tem um molde. Esse molde, tanto como é o copo, como aquilo lá, Tudo. É um molde. Esse molde, feito por um ferramenteiro, injeta o líquido, abre e sai aquilo lá. Sai aquilo. Sai aquilo. Sai tudo. Tudo pelo molde que o ferramenteiro faz, por isso que é ferramenteiro. Para fazer o molde, para injetar, tanto no plástico como no vidro, como é em outras coisas, como eu tenho também, uhum, um barbeador também feito de isamaq. Sabe o que é isamaq? É o metal da dos maçanetas de carro, uhm, aquele metal branco. Aquilo é isamaq. Então é aquele afundido, no mole também. Eu tenho uma invenção de um barbeador que eu fiz de isamaq. O molde fui eu mesmo que fiz. Então um barbeador, invenção minha, que, por ser um barbeador, ele é faz barbeador, navalha e afiador. Ele usa como navalha, e como navalha, e como barbeador. E afia a lâmina. Invenção minha.
Vamos chegar nas invenções daqui a pouquinho, o Romero.
Então ele me roubaram também.
Está aí. Mas o senhor estava lá na fábrica em Osasco, passou para a fábrica vizinha, Dê onde o senhor foi trabalhar para ganhar Parafuso. Nesse meio tempo, o senhor já devia ter lá uns vinte e seis, vinte e sete anos de idade, né? Já era, já era um jovem. E me conta uma coisa. E a as mulheres na sua vida? Como é que foi? O senhor já namorava nessa época? Como é que era essa história?
Bom, daí eu trabalhei em várias firmas. De Osasco que eu fui trabalhar na cidade. E trabalhar em uma firma de relógios. ferramenteiro de fazer relógio. Depois de lá também trabalhei em outros lugares, em várias firmas, em Osasco. E a última foi na Ford. A última firma que trabalhei foi na Ford, de lá de Presidente Altino.
Mas aí foi mais para frente, foi quando o senhor teve o acidente, né? É. Mas antes disso, o senhor ainda em Osasco, com vinte e poucos anos, como é que era a sua vida social? O que o senhor fazia na na nas horas vagas para se divertir? As namoradas? O senhor vo voltou a dançar aqui no Brasil? Dançar.
Eu conheci com a minha senhora em um salão de baile.
Então conta essa história para a gente, direitinho. Conta essa história do dia que o senhor conheceu a sua esposa. Conta como é que foi essa noite. Quando comecei... É, o dia que o senhor conheceu ela.
Comecei dançando. Fui no Clube Floresta em Osasco, no Floresta. Teve um festival. Esse festival... A minha senhora morava no Itaim Bibi. E lá ela foi com uma amiga e a tia dela. Fui na floresta para ver, para levar para ela, ser divertida vai, a minha senhora e amiga, para dançar lá. Uhum Daí que eu fui dançar com ela, aí me me jogou o laço e fiquei presa por ela. Daí, então, conheci ela assim, dançando, que é onde eu ganhei, nesse salão aí, ganhei prêmios dançando, porque eu sou muito de baile, ganhei prêmios dançando tango.
Nesse mesmo salão. Então E essa Conheci. Eu queria saber mais dessa noite.
Dessa noite, aí, então, no dia seguinte, já comecei falando com ela uma coisa e outra, que queria ver ela. Digo, vou te ver, quero ver você. Onde você mora? Você mora lá em Itaim bibi? E eu também morei lá e tal. Então eu moro lá. Aí eu ia lá namorar ela, vinha em casa, ia dançar. Ela fazia a vida dela lá, porque ela era ãh não tinha nem pai nem mãe. Tinha são três irmãs, e as três irmãs moravam com o avô e a avó, né. O avô e a avó moravam os três com eles lá. A primeira, a minha senhora, das três, era a a maior. Teve casamento. O primeiro casamento foi da prime das três irmãs, a mais nova. Depois de um ano, casou a a segunda. Depois de um ano, aí não durou nem dois ou três meses, aí casei também. <laughs> Assim que tudo quase quase no mesmo ano, as três se casaram.
Qual que é a data do seu casamento? A data do seu casamento, qual é?
nove de... aí Fevereiro, só vendo na carteira. Tudo bem

Qual foi o ano? O senhor lembra do ano?
mil nove Quarenta e cinco. Quarenta e sete. Quarenta e sete, parece. Quarenta e Quarenta e oito.
Tudo bem. Foi ali no final dos anos quarenta, comecinho dos anos cinquenta, mais ou menos, né? E aí o senhor se casou e foi morar onde?
Mesmo em Osasco.
Em Osasco. Levou levou a mulher para lá. É. E continuou trabalhando lá na na fábrica. É E os seus irmãos, no meio dessa história toda, eles estavam vivendo com a sua mãe ainda? Como é que era isso?
Bom, o meu irmão, ele, eu morava em Osasco e ele morava na cidade, na Rua Cubatão. Conhece, uhum, a Rua Cubatão?
Aqui em São Paulo? É

Conheço demais. É
O meu irmão, eu como ferramenteiro, e ele como artista tapeceiro e cortina, o rei da cortina e o rei da tapeçaria. Ele tinha uma... Montou uma firma dele mesmo, como sofás, né, e cortinas. Eu estava bem, porque o sofe sofá dele, pelas mãos dele, eles, aqueles de couro assim, era horrível. Tudo tinha freguês Só ele trabalhava para gente rica. Uhum Se via lá para fazer uns uma cadeira, um sofá pequeno, ele não fazia. Porque tinha muito serviço de gente, de cortinas, cada cortinas. E Então, a vida dele era essa, tapeceiro. A minha cunhada, né, a mulher dele, que têm tinha duas filhas, duas filhas, minhas sobrinhas. Daí, a mulher dele ajudava o meu irmão. Ele fazia e ela costurava na máquina de costura. E ele fazendo desenho, tudo, de cortina e sofá.
E as suas irmãs? As suas irmãs estavam com sua
Minhas irmãs? As minhas irmãs, eh, lá na Espanha também sofreu muito, vai deixar aquilo lá, né? Então, a minha irmã, uma, daquilo que casou e o marido não gostou, foi para a Espanha. E está lá, casou em mil Casou e foi para a Espanha com uma filhinha. Então está lá na Espanha, em Barcelona. Está muito doente. Eu gostaria de fazer uma visita lá, mas vou ver se ajunto. E a outra minha irmã também morava em Osasco, no Jardim Agudo em Osasco. E E o marido dela era que trabalhava nos elevadores Atlas, o marido, e a minha irmã em casa, né, serviço de casa. Aí ficou muito doente o meu cunhado e faleceu. E o filho dela, ele está em Caraguatatuba, mora lá. E ele E o filho dela, que mora lá, ele pôs uma oficina de materiais de limpeza, né, de produtos de limpeza, de residência, e tá lá vivendo. Aí levou a minha irmã para morar com eles lá. Viúva, sozinha. Só que a gente se comunica por carta ou por telefone, como na Espanha. Na Espanha, a gente se comunica por carta e por telefone.
Entendi. E aí, nessa época, as como é que estava a sua mãe, nessa época, depois que o senhor casou? Ela estava lá, estava bem? Ela era dona de casa? Como é que era?
A minha mãe morava... sozinha... com nós, antes de casar. Depois que casou, primeiro casou, A minha irmã, essa, que está morando em Carapicuiba, em Caraguatatuba Caraguatatuba, ela casou, e eu, depois depois que ela casou, aí tive que casar também, para não ficar sozinho com minha mãe, porque acontece que eu quase, quase que não ia casar. Conheci a minha senhora e tudo, mas fiquei pensando de casar ou não casar.

Se eu casar, seria por causa que a estar com a minha mãe, né? E se não, eu queria correr o mundo livre. Correr o mundo, conhecer o mundo inteiro, porque eu sabia como. Do jeito que eu vim, naquela, eu sabia, eu tinha certeza que eu ia viver a minha vida sozinho para correr o mundo. Aí, se eu passar dos trinta anos de idade, aí eu não caso. Fui casar com trinta anos de idade. trinta anos de idade? trinta anos casei.
Então o senhor casou em mil
por aí. Estou com oitenta e... É?
Então cinquenta e dois o senhor se casou. É
Estou com oitenta e oito, ainda de momento. Não sei até quando. <laughs>
E aí o senhor ficou casado, morando em Osasco. E quando veio o primeiro filho? O primeiro filho do senhor, ou filha?
O primeiro filho... Ele... Eu estava em Osasco. E ele nasceu no no na maternidade, no hospital. Foi o primeiro.
Qual que é o nome dele?

Ele nasceu logo depois que o senhor casou?
Ele... Primeiro foi ele. Como a Agora deve estar com...
A minha memória... Cinquenta e poucos anos ele deve ter agora, mais ou menos, né? É
Depois casou minha irmã, a minha filha e a menor. Eu estou com cinco neto.
Mas vamos falar dos filhos antes. Então o primeiro foi o Humberto. O filho do Humberto? Não Não, primeiro o senhor teve o filho Humberto. Humberto. E depois, quais são os outros filhos? Ah
Mais duas, mais duas, filhas.
Quais são elas? Vamos lá, fala o nome delas.

E os três são mais ou menos próximos, um dos outros, de idade, assim, foi? Mais ou menos uma sequência?
Então, meu filho tá com cinquenta, o outro com quarenta e cinco. E a menor... É de cinco anos, mais ou menos. Três a cinco anos, uma da outra.
E como é que foi ser pai naquela época da sua vida?
Meu pai?
Não, como é que o senhor se sentiu sendo pai nessa época?
Ser pai? É Isso é com muita alegria. <laughs> Eu tenho fotografia segurando o meu primeiro filho, assim. Tirou fotografia que tenho. Ah eh Eu gosto muito dos meus filhos. Eles Eu ajudo muito os meus filhos, fiz isso trabalhando para dar um... uma carreira para ele, assim que meu filho ele se formou a técnico, desenhista, projetista. Trabalhou em várias firmas e agora trabalha até que ficou desempregado e trabalha quase por computador. Mas com não com firma, na Na própria casa dele, no computador, ele pega serviço de uma firma e dá trabalho para ele fazer. E tá levando a vida assim. Entendi. A outra, minha filha, ela... A Conceição está morando agora lá em Itatiba. Estivemos agora, sábado passado, lá. na festa do aniversário do meu genro lá. Ela está aposentada, mas era professora de de escola, aluno, estudar crianças. E a outra, a menor,

Ela dá aulas de português e fran e inglês. Estão todos bem, levando a sua vida bem, ganhando. E eu, aposentado, quarenta e três para cá, mais ou menos, aposentado por invalidez da coluna e de sete operações.
Romero, o senhor estava contando dos três filhos e de um pouco da trajetória de vida deles e como eles estão bem hoje. Mas eu queria te convidar a voltar lá na na década de cinquenta para o período da infância dos seus filhos. Como é que foi criar os seus filhos em Osasco na década de cinquenta? O que você fazia com eles no tempo livre, por exemplo?
Bom, a minha vida, como eu sempre falei, eh, para eu poder levar a minha vida e levar meus filhos, era só nos inventos. Mas os meus inventos, como eu já falei, A minha senhora e meus filhos estão um pouco contra mim. Por quê? Porque eu, para poder ajudar eles nos inventos, mas acontece que eu invento, mas eu tenho muito boa fé e mostro os inventos e aquele cara me rouba, como isso daí. Me entende? Então, são vários inventos que eu fiz e me roubaram. Porque pensando eu, de que um invento, se eu vender, é para ganhar muito dinheiro. Por isso que eu tenho inventos para poder gerar mais emprego. Está tudo para eu poder mostrar. E se tiver uma pessoa que seria vai, uma espécie de patrocinador para eu dizer, vamos fazer esse invento para ajudar o Brasil para ganhar dinheiro, porque tenho vários, tenho, como o Brasil ter mais empregos e levar, estou querendo ajudar o Brasil para que me ajudem, para eu poder levar muitas coisas para o bem do Brasil, para que o Brasil tenha mais dinheiro para poder ajudar os hospitais, crianças, enfim, para ajudar o Brasil. Eu prefiro como se ter, como falam, de ter um um patrocinador, ou não sei quem, para dizer, vamos levar isso para frente, porque tenho como, no desenho que estão aí, para salvar vida. Como um dos inventos que está aí para mostrar, depois disso, por isso que eu digo, não dá para hoje. para essa fumaça preta que sai dos dos dos veículos de óleo queimado, fumaça preta. Uma das invenções para eu eu tenho para eliminar essa fumaça preta, O meu aparelho, que é um escapamento com filtro, ele tira a fumaça preta e sai branca. Não completamente, mas bastante, porque aquela fumaça fica em pó. E fica tudo em pó no aparelho do escapamento invenção minha. Oo filtro inventado por mim também, para fazer virar isso. Além de que um caminhão, ônibus, ou um veículo que sorta fumaça, ele mesmo acata aquela fumaça venenosa que solta. Além do escapamento, como também está no desenho, para mostrar, aparelhos, um outro aparelho junto, para pôr no nos caminhões, ônibus e tudo, para ir aspirando essa fumaça, esse ar poluído, que nós engolimos esse ar poluído, ele aspira esse ar poluído. Assim que pondo nos caminhões, poẽm em todos os lugares, para aspirar esse ar, estaremos com mais, uma vida mais saudável. E não aspirar esse essa poeira, esse essa fumaça, porque ele acata. esse aparelho, acata essa fumaça, esse ar poluído. O Romeiro Então, é um dos principais que eu já fui na CITESB, tudo isso, já tenho documentos para que eu tenha esse aparelho pronto para fazer e é o aspirador. para que coloque já, agora, como eu digo, um patrocinador. Vamos fabricar já isso, isso. Tenho vários para fazer dinheiro.
Romero, como é que começou a sua vida de inventor? Qual foi, qual foi a primeira invenção? Foi naquela época lá atrás? Dá dá
Já venho da Espanha com ideias. Eu trabalhando na mecânica, na ferramentaria, Eu vou fazer isso. Sabe que isso aqui pode dar dinheiro, fabricando? Então eu já tive ideias. E a Até fiz um isqueiro. De isqueiro, em vez de fazer de metal, fazer de plástico. Falei. Tudo assim já vem de ideia. Quando eu vim para da Espanha para o Brasil, já tive algumas ideias. A primeira ideia, quando eu cheguei no Brasil, foi esse, o painel.

sete, cheguei. Mas em mil e cinquenta e oito, estava escutando a radiação de um campeonato mundial da Suécia, né, que o Pelé começou lá. Porque eu tenho isso sim, eu tenho, não sou ninguém, mas eu tenho eh um dom, não sei, de inventar, e me sai na e tenho a certeza que aquele invento vou estudar. Por isso que tenho vários, porque isso me me vem na memória, me na ideia daquilo lá, como do futebol. Eu, escutando uma radiação, eu digo, poxa, se tiver uma coisa para acompanhar, porque de ouvido não se vê nada. Primeiro, já que a gente ouve o jogo, não se vê nada, inventei o painel. Inventei o painel, já comecei a estudar, ver, tal, tal, tal. Aí eu fiz o painel. Então conta para gente o que que é um painel. O painel? É. Bom, do painel, quando eu já já tive, com certeza, na ideia, porque eu eu não preciso. Eu vejo. Eu vejo tudo claro. Tudo ferramenteiro, tudo, eu vejo claro. Tenho ãh... Essa vantagem de ver. E Principalmente à noite, quando eu vou deitar, aí me sai tudo, tudo que eu vejo, eu vejo. eu vejo que dá certo. E o painel, digo, poxa, está dando certo. Eu vi tanta gente olhando o o painel. Só que o painel tem... Aí comecei, me deu a ideia sô. Mas para eu levar à frente, tive que fazer desenho, uma coisa e outra. Tenho um monte de desenho assim sobre o painel para poder falar
Então, mas descreve para a gente, o Romero, por favor, como é que é o painel. Bom, então
Daí eu fiz e tinha certeza que ia fazer, mas eu precisava de uma emi emissora de televisão ou de rádio para fazer o painel. Ai Então eu fui procurar. E quando eu fui procurar, Já fui em uma emissora de rádio, que é a tal Rádio Bandeirantes, que naquela época era Rede Bandeirantes, na Rua Paula Sousa, de São Paulo. Não sei se ouvi falar Rua Paula Sousa. Uhum Bom, cheguei lá com minhas ideias e meus desenhos. Os senhores estão interessados por isso? O que é isso? Isso aí é um painel, invenção minha, que que tirei patente e tudo, para poder acompanhar jogo de futebol. O quê? Isso acompanha? É. Isso acompanha. É um painel cheio de lâmpadas. Enquanto vai falando, vai acompanhando. Puxa, estou intere, estou interessado.

O que o senhor precisa? Bom, preciso para fazer o painel. O senhor tem dinheiro para comprar o material. Muito bem. Aí começou. Daí, então, vamos... Nós vamos... Estamos interessados. Nós vamos pôr o dinheiro para você comprar o material. E você vai saber o que vai fazer, não sei. Mas, que vamos pôr dinheiro para você construir esse painel que você está falando. Muito bem. Nós vamos pôr dinheiro e você vai pôr a ideia e a mão de obra. Está muito bem. Então, deu eu ponho a ideia e a mão de obra. Muito bem. Lá está a caixa. da firma, você vai lá e pega dinheiro para comprar material. Eu mesmo que eu ia comprar material para poder construir o painel. Agora, para poder construir um materi o painel, eu deixei de trabalhar da minha firma para poder construir o painel. Aí então eu falei no começo, falei para ele, interessado, então vamos trazer um documento para o bem de nós dois. Ele e eu. Naquela época, era a Rádio Bandeirantes, na Rua Paulo Açoza, uma simples emissora. Era! Então, na época, João Saad, dono da Rádio Bandeirantes, e o diretor comercial com quem eu combinava, Murilo Leite, não sei se ouviu falar. Murilo Leite. E outro o... do lado, Lucio, Luciano do Valle, que transmite o jogo da Bandeirantes. Luciano do Valle. Bom, esses três. Daí me falaram, vamos fazer um documento. Ah, não, não precisa fazer documento. Você está em boas mãos. Nós saberemos. Nós saberemos cumprir com a nossa palavra. Só que interessa que o painel fique funcionando bem. Funcionando. E aí você vai ficar rico e famoso. Que nós saberemos por você. Mas tem que funcionar bem. Rico e famoso. Vamos fazer o documento. Não, você está em boas mãos. Daí, está bom. Aí então fui já pegar dinheiro, fui comprar material para construir o painel. Quando construí já o painel pronto, e daí vai começar o jogo, primeiro jogo, Em maio de

mil novecentos sessenta e dois. Mil novecentos e e dois. Eu entrei

Quando eu estava na Praça da Sé, montada lá, pelo desenho você vê quanta gente, mais de cem mil pessoas assistindo e ouvindo, e me falaram, nós vamos te pagar o teu valor quando nós voltarmos do Chile, porque eles foram no Chile para assistir a esse jogo entre o Brasil e Chile. Bom Quando voltaram do Chile, daí eu fui no escritório para receber as promessas. Quando cheguei lá, Bati na porta. Pode entrar Entrei. Estavam todos lá dando risada, mostrando fotografias. O que que você veio fazer aqui? Ai eu vim receber as promessas que os senhores me prometeram. As promessas? Mas acontece que as promessas o vento levou. E você não tem documento nenhum. que prova que isso é é teu. Ah, mas eu falei para o senhor, não falei? De fazer um documento? Sim, mas acontece que não foi feito e aqui, você, aqui não tem mais para ver. Assim que, por aquela porta, você vai para a rua. Você não tem mais nada aqui. Acabou o jogo e acabou. Mas como? Os senhores vão fazer esse mal para mim? Eh É, então, fora! Você não tem mais nada aqui! Aí que eu fiquei sabendo que eu já estava engolido por eles. Mas o senhor não pode fazer isso. Aí fiquei muito triste, chorando, fui para casa. Aí então eu pus, me falaram em casa, né? para pôr na na justiça. Aí eu contratei um advogado, e esse advogado é quem me pôs para poder me ajudar a fazer a causa, né. Mas acontece que depois que eles me roubaram, aí eles ficaram rico e famoso, fazendo mal que eu tinha um jornal da Gazeta, de como eles se passaram por cima de todas as as emissoras de televisão do Brasil, prejudicando a todas as as emissoras e negócio. E os negócios eram tudo para a Bandeirantes, né.
Romero, mas o o senhor não explicou para a gente até agora como é esse painel que o senhor inventou. A gente não conhece, a gente está querendo saber como é que é. Descreve para gente o que que é esse painel.
Bom, esse painel... só que mostrando pelos desenhos, né. Então, esse painel que construí, todas as peças do painel, é tudo feito por mim. Não tem na loja. Então, tive que fazer esse painel, tudo na minha ideia, e construir para montar o painel. Depois de pronto, daí então, Aí eu falei, bom, o painel já está pronto. E o que você precisa? Precisa de uma firma para poder montar, tirar lá do que estava o painel lá no transmissor da Bandeirantes, na via Anchieta, para levar de lá para montar na Praça da Sé. Sobre a minha O meu comando, vai. Muito bem. Aí, contratou uma firma para levar o painel de lá até na Praça Sé. E, ao terminar o pai o jogo, para levar de novo no lugar. Entendi, mas o Aí, então, me falaram. que nós vamos, assistir o jogo lá na, e que aí você vai vir para receber o dinheiro. Mas nada disso. Me roubaram, pus na justiça, mas a justiça, como tenho a se uma sentença do juiz de direito da justiça, A sentença, a meu favor, é um livro que só lendo, sabendo toda a história que aconteceu contra, eu contra a Bandeirantes. Essa sentença está está comigo aí, está aí, para poder saber o que aconteceu entre a Rádio Bandeirantes e eu. Assim que eu fiquei sem o painel, depois de tanto trabalho que me deu, uma coisa e outra, o povo também não tem mais painel, quando eu seria o único no mundo, quando podia ter muitas eh, tele ah, aparelhos desses, painéis, em todo o Brasil, mas acabou. A Bandeirantes ficou dono de tudo, tudo. Assim que não teve mais painéis, po porque ele comanda, né? A Bandeirantes, até hoje, ele está ganhando muito dinheiro às custas do painel.
Então, ô ô ô Romero, o painel ele era o quê? Ele era como se fosse um campo de futebol? Explica para gente o que é o painel, por favor. Ele era um um um campo reproduzido? É
Feito de madeira, uhum, certo. Sobre eh... Do jeito que eu tive que fazer, seria um painel, né, para acompanhar jogo de futebol, mas que ele podia se desmontar para transportar de um lugar para outro.

Mas quando ele estava montado, como é que ele era? Ele era feito de madeira e o que mais?
Madeira com mais de quinhentas lâmpadas, cada duas lâmpadas em cada ja janelinha. Uhum Tudo assim de janelinha, né?

as o painel, e a mesa de controle, que também está aí, a mesa de controle, que a mesa de controle é o seguinte, de que essa mesa, eh, para que uma pessoa, como era conhecido de ver futebol, escutar a a radiação, onde for jogado, no Japão, onde for, ele tá com o ouvido, com o, uhum, fone no ouvido, escutando a radiação e acompanhando, conforme tá radiando lá, ele tá acompanhando o jogo direitinho.
E aí a lâmpada acende? Acende. Aonde está a bola? Como é que é? A
Aí acende. Aqui é a mesa de controle. É com um ímã. Esse imã, aqui embaixo, tem todos os pontos, né. Vamos dizer, interrutor, vai. Mas é feito tudo por mim. Uhum Porque não tem. Com botão não serve. Com interrutor, assim, também não serve. Tem que ser pelo jeito que eu fiz. Uhum Tudo fiz com as minhas mãos. Cada pino, cada efeito individual. Então, aqui embaixo estão os pinos. E aqui em cima, é é fórmica, desenhado o campo. E esse campo é igualzinho, igualzinho que o do painel. Entendi. Escanteio, escanteio, a trave, bola, tudo, tudo. Igual esse desenho aqui lá. E ele, acompanhando o jogo, esse passa para esse, esse passa para outro.
E aí a a luzinha vai acendendo?
Acende e apaga. Se for branca, quando a branca é o time do Brasil e a vermelha é do estrangeiro. Então, ai então vai fazendo a jogada por intermédio da mesa de controle para transmitir no painel. Ãh...
interessante.
Então ele vai correndo. que teve um uma vez, na justiça, uma, teve uma audiência. né. Nessa audiência, teve testemunha. E um dos testemunhas, que tinha meus testemunhas, tudo a meu favor, tinha um testemunha a favor das